Vamos lá.

Muito obrigada. Eu que te agradeço. E, para começar eh, queria que você falasse seu nome completo, local e data de nascimento.

É necessário dizer o ano? <laughs> mil novecentos e e dois

A gente já conversou um pouquinho, então eu já vi que você tem muitas histórias de antes, né? da Da da da sua existência. Então, acho que a gente vai para bem longe. Vamos começar dos seus avós. é falar o nome deles e pode escolher al al alguma parte da família para começar a contar ou o que você for lembrando, eu vou te ajudando.
Está certo eh. A família do meu pai vem do Reno eh. Anteriormente, hum perto de Weimar, na Alemanha. Eram intelectuais, compositores, filósofos, escritores. Escreveram eh partituras interessantes, até pequenas óperas e tudo mais. E era uma família, como se dizia na época da alta burguesia, vamos dizer assim. A minha avó, por parte de mãe, é de pai eh, de pai era também do do Reno eh, perto da Holanda né, onde nasceu também o meu pai.

E os avós eh maternos eram franceses que fugiram durante a guerra dos trinta anos da França, da Gascogne, para a Bélgica, para a cidade de Bruges, famosa cidade que você conhece. Eram eram fabricantes de tecidos E trouxeram consigo muitos móveis lindos e tudo. Você sabe como essa guerra dos trinta anos foi uma coisa terrível, uma guerra de religião. Eles eram uguenotes, quer dizer, eram protestantes, e os católicos os perseguiam. E eles levaram, entre outras coisas, o armário. que era um armário feito na época da Renascença, na época em que o Brasil foi descoberto, mil quinhentos e. e oitenta É um armário todo de carvalho entarciado. Você vai ter a foto aí. É uma história interessante. Eles pintaram de vermelho para que eles não fossem roubados durante a viagem. E, realmente, tudo o que eles tinham de bens, de móveis maravilhosos, e tudo tapetes, pratas, tudo foi roubado quando eles chegaram em Bruges. Eles não tinham mais quase nada. Mas esse armário, como ele estava pintado de vermelho, não parecia nada, ele continuou dentro da família. E muito mais tarde, essa família emigrou para o outro lado do Reno e foi para a Alemanha. e carregou esse armário, mas aí já esses netos já nem sabiam mais da história dele, ou acho eu que não sabiam, em todo caso, ele continuava vermelho, até que um bisavô meu, que era farmacêutico, viu que havia um um um machucado nele, uma empregada deve ter batido com a vassoura, não sei o quê. Enfim, para encurtar a história, ele fez uma uma eh, como é que se diz, uma solução farmacêutica e tal, e limpou o armário, e ele está hoje comigo. Isso depois de quinhen , quantos anos? quinhentos anos! Ele tem quinhentos anos. Esse armário acompanhou a família o tempo todo. E quando eu era pequena, já em Vitória, eu era muito mística, como todas as crianças, e eu rezava em frente desse armário, assim, aberto, e achava que lá dentro eh morassem anjos e fadas e não sei o quê. E minha avó, comovida, disse, um dia que você casar, você vai ganhar esse armário. Bom, ele está está lá em casa. Nunca entrou um eh um animalzinho, um cupim, nada, nada, nada. Fantástico. Enfim, essa é a história.

Você quer que eu continue ou você quer perguntar? pode você pode

Na verdade, eu vou te ajudar. Depois você corta, né? É vai tudo que você se lembrar Você corta depois, né? Porque eu estou falando tanta coisa igual.
Não adianta. Pode falar o tanto que você quiser. Tem gente que não consegue é ter uma
Você me critica, por favor é. De jeito nenhum pode Eu gosto da daquela... Daquele alinhavo, né? Então Que nós, jornalistas, é temos que
ter Então, pode pode dar continuidade.

Então, está bom então deixa eu pensar então ok.

Foi um um menino muito bem educado, porque você tem que imaginar que naquela época do século passado já, eh o pai dele tinha uma fábrica de tecidos, continuaram sempre fazendo isso, aliás, biludo. E então, ele foi mandado para Glasgow, para a Áus para a eh Escócia. para estudar lá inglês e aprender o ofício, e depois foi para a Bélgica, ou vice-versa. Isso não me lembro bem, para a cidade de Spa. Interessante é que, lá em Glasgow, ele o chefe dele era amigo do Mark Twain. Sabe quem era Mark Twain? que escreveu eu Acho que ele escreveu A Cabana do Pai Tomás, ah um grande escritor né irlandês. Depois, esse avô foi para a para a para a Bélgica. Ele tinha só dezoito anos quando essa firma belga o enviou para o Rio Antes disso, é interessante contar que a família dele, como eram franceses ainda de origem, <coughs> você vai ver um documento de um dos antepassados <coughs> ainda sob as ordens de Napoleão. Você vai ver esse documento aí.

Eu não me lembro o que eles faziam realmente. Em todo caso, ele veio de barco à vela, aliás, de navio à vela. do da Alemanha, eu acho, não sei, até ao Rio. Passou três meses viajando e ele me contava que era muito interessante porque eles não tinham motor. Então, às vezes, quando havia calmaria, eles passavam dias e dias jogando de um lado para o outro no mar. até que chegou no Rio. E, no Rio, ele morou em Santa Tereza, numa assim chamada República, que era, até hoje, acho que vocês jovens ainda têm isso, né, que são quando dois ou três ou quatro rapazes ou moças também moram juntos. E então, ele tinha dois amigos com os quais ele morava. Interessantíssimo é que, ao lado, numa vila, moravam duas moças lindas cuja mãe tinha morrido, o pai era amigo do ainda do do imperador, que era o Pedro segundo, era a época ainda logo depois da escravatura. Enfim, e essas duas moças eram muito bem educadas, porque tinham uma governante alemã com as quais com a qual ela eh elas passeavam no jardim, e os três caras lá em cima, um dos quais o meu avô, quando a governante não olhava, mandava os bilhetinhos né, que se chamava Biedu, assim, dentro de uma pedra, <laughs> com... Você é muito bonita! Sei lá o que que disse.

Com ele com ela, ele teve uma filha, e ela morreu logo em seguida do parto, quando só tinha dezenove anos. Então, meu avô, muito desesperado, voltou para a Alemanha de navio, De novo, o navio à vela, mas já muito importante, porque esse navio já tinha um motor. Então, só quando não havia vento é que ele ligava o motor.

assim né, com peito muito grande, com dois papagaios e um macaco, ou vice-versa, isso eu não sei. Voltou para a Alemanha. Bom, aí a a história continua. Ele acabou sendo cônsul brasileiro em Düsseldorf. Nunca esqueceu o Brasil, amava o Brasil. Muitos anos depois, conheceu a minha avó alemã. Essa menininha morreu com nove anos de uma apendicite não diagnosticada, o que era típico para aquela época. Então, eles voltaram depois, em mil novecentos e doze, para Vitória, já com minha mãe pequenininha e meu tio. E o meu avô fundou, então uma com o cônsul alemão da época, uma uma firma de exportação de café. Teve muito sucesso, foi muito, muito, eh vamos dizer, feliz nisso tudo e. E a gente tinha uma casa linda na praia, o avião vinha do rio, pousava ali na praia mesmo. Eram coisas assim. Tenho todas essas fotos ainda aí também e. E a minha mãe e o meu tio cresceram com uma cultura impressionante, porque quando ela tinha dezessete ou dezoito anos, ela foi para o Rio fazer o exame de maturidade e passou em segundo lugar e nunca tinha ido à escola.

Porque meus avós mandavam vir da Europa os preceptores, como se chamavam. e ele e ela eh eh ela tinha que aprender desde as sete horas da manhã a fazer uma cama, arrumar a casa, a limpar uma privada, latim, grego, música, ãh tudo o que nós também aprendemos na escola, matemática, física, química, enfim, escola mesmo né. Imagina que loucura! E nunca foi uma escola, porque achavam que Vila Velha não era bem o lugar para ser educado, porque Vila Velha Onde eles foram morar era um pequeno Paraty lindo, uma aldeia de pescadores. Hoje é uma selva de pedras, muito feio mesmo. Mas lá a minha mãe cresceu e tudo mais. Enquanto que a família do meu pai – agora quero fazer essa eh essa –, como eu te contei, morava naquela cidadezinha do Reno. Eram pessoas assim da alta burguesia, mas muito modestas, muito cultas, eu acho e.

mas, na Primeira Guerra, ficou sem dinheiro e não achou interessante eh continuar com essa carreira e foi ser industrial. Enfim, ganhou dinheiro e tudo mais, mas, quando se aposentou, com setenta anos, ele começou a de novo a trabalhar com o direito. E então, ele defendia os camponeses daquela cidadezinha, contra outros camponeses que brigavam por causa de uma vaca, por causa de três galinhas, porque um tinha roubado a terra do outro, seja lá o que for, e, quando ele ganhava essa causa, ele ganhava, em vez de dinheiro, ganhava três galinhas, uma vaca, uma vaca acho que nunca, jamais ganhou né mais alguma coisa, e ele se dava por feliz com isso. E um dia ele defendeu um amigo judeu, isso foi no ano de trinta e seis, imagina, um amigo judeu contra um camponês ariano e venceu essa causa. Eu não sei se esse amigo judeu depois deu a ele três galinhas ou uma meia vaca, eu não sei, eu só sei <coughs> que alguns dias depois, Ele e minha avó, já com mais de setenta anos, estavam dormindo na cama, e três rapazes eh né nazistas né, daqueles loucos, fanáticos, entraram pela casa dentro, tudo aberto, obviamente, pelo jardim, subiram e massacraram o meu avô ao lado da minha avó na cama. Coisa fantástica. O que aconteceu é que minha avó, coitada, nunca mais se recuperou direito, ficou sempre um pouco desnorteada, e ele ainda sobreviveu alguns meses, eu acho. O mais interessante disso tudo é que eu fui uma criança extremamente feliz, que nasci nessa Vila Velha, nesse nesse fim de mundo, naquela época, lá no Espírito Santo, e o meu irmãozinho também. E meu pai, enfim, que teve que viver e sobreviver a essa história horrível dos pais dele lá na Alemanha, nunca nos contou essa história. Eu me lembro que ele fazia a gente rezar e dizia, rezem porque o vovô está agora lá em cima e tudo mais. E só quando eu fiz dezoito anos, ele me chamou, me lembro bem, no terraço e disse, minha filha, Senta, porque agora você é adulta, ou deveria ser, e eu quis que você fosse brasileira. Por isso você foi a colégios brasileiros, tem amigos brasileiros, e toda a sua cultura europeia, alemã, musical, filosófica, você ganhou, sim, dentro das nossas quatro paredes. Mas nunca eu quis que você tivesse ódios, preconceitos de racismo, de religião, seja lá o que for ãh. Aliás, minha mãe era católica, ele era protestante e. Agora eu vou te contar o que aconteceu em mil. mil novecentos e humanista, um homem aberto a todas as filosofias, foi realmente uma vítima do nazismo, isso aconteceu, e eu fiz questão de não te dizer nada, porque eu não queria que você tivesse nenhum tipo de ódio. Agora sim, você vai ter que ter a sua opinião. Por favor, tenha essa opinião. Esse foi o começo da minha educação, eu diria. Começo não, começo começou quando eu nasci, mas eu digo a linha de educação que meu irmão e eu ganhamos né eh. Durante a guerra, Primeira Guerra, interessante também, é que esse avô, lá em Vila Velha, Perdeu tudo, porque ele era alemão, riquíssimo, nada mais, porque o governo eh liquidou a firma de café que ele tinha. E ele tinha muitos amigos ingleses com os quais ele jogava brete. E esses amigos ingleses disseram, quando a guerra começou, infelizmente nossas pátrias agora são inimigas, mas nós queremos prevalecer com a nossa amizade, então não vamos mais jogar bridge durante o tempo da guerra, mas também não vamos deixar de ser amigos. não vamos nos ver. E meu avô teve que vender tudo o que tinha, todos os tapetes e pratas, e como sempre, essa mesma história <laughs> se repete sempre. Menos o armário, ele não vendeu. E os ingleses compraram tudo. E quando a guerra acabou, ah de quatorze a dezoito, ele se recuperou, ele fez de novo, abriu a firma, acabou sendo a maior firma de exportação de café do Espírito Santo, trabalhava com o mun o mundo inteiro, E, depois de algum tempo, ele teve o dinheiro e recuperou tudo pelo mesmo preço eh. Eu gosto que os nossos filhos, para quem nós estamos fazendo essa entrevista, afinal de contas, para quem? Quem pode se interessar? Isso não é história, isso é história dentro da história. Mas eu gostaria que sim, que nós que vocês da da geração seguinte e as outras, talvez pensasse em um momento sobre essa maneira de se viver também, sem ódios e sem sem espírito vingativo, mas sim com todo o critério e bom senso de dizer, será que eu estou sendo justa né? Eu acho que isso a minha família me deu, tanto do lado da mãe como o do lado do pai. Enfim, o que mais que eu posso te contar? Meus avós, então na Segunda Guerra, tiveram que voltar de para a Alemanha, porque isso foi agora com Getúlio Vargas, porque ele era o o velho avô, já velhíssimo, era consul alemão, honorário, enfim não era nem diplomata. E aí o governo nosso aqui, do Getúlio Vargas, o exilou. Ele foi para a Alemanha, ele foi bombardeado, perdeu tudo lá na lá em Berlim, e aí foi para a Áustria, para uma aldeia lindíssima, que se chama Bad Kürstein, não é uma aldeia, é uma cidadezinha, Termas. E lá, num num chalé lindo, você vai ter a foto aí, de amigos de Teresópolis, também eram exportadores de café. Interessante a história porque nessa casa, que era quase um museu ãh particular ou museu a domicílio, eles tinham, entre outras coisas, a partitura original da canção eh Noite Feliz, que em alemão é... Stille Nacht, heilige Nacht, Todo mundo conhece, né? Esses dois que escreveram essa música eram um um padre e um professor da escolinha lá da aldeia. E essa justamente o dono desse chalé tinha, entre tantas coisas importantes, também esse. Acontece que caiu uma única bomba nesse poucas eh acho que poucas semanas antes da do fim da guerra, nessa aldeia, e essa bomba era dos americanos ou dos ingleses, não sei, era para cair na estação, e minha avó viu da janela como o vento carregou a bomba e ela disse, vamos correndo, correndo, e todos que estavam lá, todos os amigos e parentes que tinham sido bombardeados, Conseguiram fugir na neve, ficaram lá. Ainda existe uma foto que eu não tenho. Todos de camisola, na neve, assim. E a casa, essa casa linda, esse chalé com todos aqueles valores. Entrou nas chamas dessa guerra. Bom, mais uma história interessante para os nossos filhos e netos. Esses meus avós eram realmente fora de série. Principalmente a minha avó, da qual não se falou. Mas ela era cantora, A família dela era muito musical e o pai dela era amigo do Brahms. Amigo, não era amigo, era conhecido, porque na época não havia televisão. As famílias se encontravam, uma vez por semana, para fazer saraus de música. Todo mundo tocava. E o pai dela tocava violoncelo. E o Brahms, que na época era diretor do da escola não acho que diretor musical da cidade, também tocava nesse piano que existe até hoje e está na casa da minha cunhada, no Rio. É um Steinbecker. E a minha avó cresceu eh também cantando e tal. Depois casou com meu avô, foi para o Brasil, como você sabe, era uma mulher fantástica, engraçadíssima, com noventa e seis anos morreu, mas conosco, depois foi a um restaurante, depois foi a um cabaré, e quando eram duas horas da manhã, alguém disse, bom, eu acho que está na hora de irmos, né, embora, e todo mundo disse, é mesmo, e ela disse, vamos, para onde? Enfim, essa avó, depois que tudo isso aconteceu na guerra, conseguiu entrar em contato com amigos em Portugal que eram maçons, porque toda a nossa família era de maçons né. Era muito moda, aquilo, o Mozart também era. E aí eles foram via Geneve para Portugal para voltar para o Brasil, pensando que tudo aqui ainda estivesse em pé. Nós tínhamos perdido tudo, meus pais né. Nada mais nada mais tinha... Enfim, não havia mais dinheiro, não havia mais firma, tudo tinha sido liquidado. Enfim, essa é uma outra história. E ela então conseguiu ir até Portugal e lá ficaram um mês, na casa de amigos, que também eram maçons, até que finalmente conseguiram, em mil novecentos e encontrar uma passagem via eh Kaelem, a companhia eh holandesa né, para voltar para o Brasil. E, via rádio, eu me lembro que eles falaram, e eu também, e disseram, nós estamos voltando, daqui a três dias vamos chegar no Rio, que maravilha, e tal. Imagina, depois de tan todos esses anos. Você sabe que ela era muito vaidosa e tinha comprado um chapéu, mas esse chapéu estava grande ou pequeno, então eles ficaram de passar na chapelaria antes de ir ao aeroporto. Finalmente né, conseguiram uma passagem naquele voo da cá ele eme, que naquela época levava quarenta e cinco horas, eu acho, não sei aí. Aí chegaram na chapelaria, imagina, o chapéu não estava pronto. E meu avô disse, com chapéu ou sem chapéu, vamos embora, não pode ser. Não, sem chapéu não vou. Bom, para encurtar também esta história, não estou encurtando nada né, estou sendo muito longa mesmo eh. Desculpe meus bisnetos, se vocês ouvirem um dia isso. Ela conseguiu o chapéu e chegaram no aeroporto. Tchan, tchan, tchan, tchan. O avião havia partido e caiu no meio do oceano. E todos morreram, inclusive uma famosa soprano daquela época. Não me lembro se era francesa ou americana, mas até hoje existe. Você pode ver eh. Esse foi um dos grandes acidentes da história. E eles voltaram um avião depois e viveram muitos anos felizes ainda conosco no Rio depois. E assim foi né assim que. A partir daquele dia, infelizmente, só a partir daquele dia, meu avô nunca mais questionou a minha avó. Quando ela tinha uma ideia, ele aceitava na mesma hora. <laughs> Ele não questionava nada. Ela, logicamente. que ela também tinha nascido no dia nove, né? Pois é, o meu avô, aliás, já era Libra também. Enfim, agora, ainda posso falar ou não? Pode. Interessante sobre esses avós também é que quando ele estava no auge aqui, do café, ele tinha um... um freguês, né?

Um grande fazendeiro que ah que que que que possuía uma fazenda imensa no interior do Espírito Santo, perto de Cachoeiro de Itapemirim, Fazenda Paraíso. Perdeu a fazenda para quatro ou três amigos no Pouca quatro. Pouca se joga com quatro, eram três.

E esse meu avô hum aceitou a fazenda de porteira fechada. Nunca esteve lá com palavra de honra e uma única assinatura e nada mais. E disse, com isso você está aqui, disse, você não me deve mais nada, não vai ter processo, não vai ter nada. Aí vem vem a guerra, não sei o que você já sabe a outra história. E nós que tínhamos ficado lá e perdemos tudo, isso foi uma coisa terrível. Você pode ver que, no dia dezoito de agosto de mil novecentos e macabro na história do Brasil, que se chama o dia do quebra-quebra, principalmente no norte do Brasil. Aqui no sul isso foi menos dramático. Eu me lembro que eu era pequena e meu pai voltou de Vitória e disse para minha mãe

O que acontece é que, naquele dia, cinco cinco navios brasileiros, ou três, não me lembro, navios que estavam na costa do Recife, foram postos a pique e. E pensava-se que fossem os alemães, logicamente, né? Sub eh Submarinos alemães que tivessem. E aquilo foi o o começo da guerra do Brasil entrar na guerra contra a a Alemanha, aliás, contra o eixo Alemanha, Itália e Japão. Naquela mesma noite, às oito horas da noite, todas as casas de alemães, italianos e japoneses, principalmente alemães, como a nossa, foram destruídas. Eu era criança, meu irmãozinho também, e eu me lembro que foi uma coisa inesquecível. Em ponto, às oito horas, caiu a primeira pedra e. E eles destruíram a a casa, totalmente a casa dos meus avós, que também já estavam na Alemanha. Tudo, foi uma coisa horrível e. E depois disso, eu não quero entrar em em muitos detalhes, mas foi horrível. E depois disso, nós tivemos que sair da da da costa, porque dizia-se que os alemães poderiam ser espiões. Mas antes disso, meu pai foi preso. Ninguém sabia onde ele estava. Ele ficou preso também com meu tio e todos os amigos alemães e italianos. numa numa clínica de leprosos, mas que não estava ainda pronta. E eu me lembro, sempre engraçado, na tragédia sempre existem coisas estranhas, que o meu irmãozinho pequeno saiu uma vez para o jardim de infância e voltou assim e disse, imagina que um um garoto na na rua me disse, você sabe que seu pai já virou sanduíche? Aí eu disse, sanduíche? De que? De mortadela? <laughs> É Eu morri. <laughs>

Sabe, mamãe, o que eu respondi? Eu disse, e você é João cara de feijão. Essa era a guerra, não era para se rir, não. E aí nós tivemos que sair da cidade e fomos para essa fazenda, Paraíso. Pela primeira vez, alguém da nossa família foi lá. E lá nós passamos, eu passei anos, três anos, lindos, muito lindos, numa fazenda, aprendendo com a natureza o que realmente a vida nos dá de saudável, de bom e tudo mais.
Posso perguntar uma... eh Você contou tantas histórias dos avós, que já chegou na sua infância. E para gente voltar um pouquinho e você contar como seus pais se conheceram, esse início... Sim. Dessa criação da sua família. Está certo.
Bom, meus pais se conheceram porque os os pais eram amigos, como eu já contei, e essa também é uma história engraçada porque meu avô, que era, como eu disse, cafeeiro, foi para a Alemanha com a minha avó, e numa daquelas viagens assim, e levava sacos de café e fazia... como é que chama? Não é pombo-correio, é um... É um correio, eh você põe uma carta dentro de um de uma garrafa e põe essa garrafa no no mar. E quem encontra, dá notícias. Então ele fez também isso e disse que quem encontrar essa garrafa vai ganhar, ãh sei lá, dez quilos de café. Imagina café, né? Ou cinco quilos, ou dez, ou vinte E meu avô, o outro né, que era amigo dele, ajudou a ele a fazer isso. Assim, meu pai, que era um menino, o único filho, conheceu a minha mãe quando ela nasceu. E aí o meu avô, hum eh por parte de pai, escreveu uma poesia, que ainda existe até hoje, para a minha noiva. <laughs> O meu pai tinha dois anos e a minha mãe tinha acabado de nascer. Então os pais eram amigos e acharam aquilo engraçado. Quem sabe um dia nossos filhos né... É Só que minha mãe cresceu aqui em Vila Velha e o meu pai lá na Alemanha. Aí ele foi estudar, depois ele foi para a Viena. O meu pai, ele inclusive é interessante também para os meus netos e os teus, é que ele morou na casa da irmã do Freud.

Engraçado, me lembrei agora. Mas depois ele voltou E aí quando meu avô e minha avó daqui de Vila Velha vieram de novo para visitar esses amigos, esse menininho que tinha escrito que nunca tinha escrito a carta, mas enfim, já era um rapagão sem emprego, porque tinha perdido o emprego em Viena, e aí o meu avô convidou a ele a ir para o Brasil eh como estagiário. por dois ou quatro anos, não sei. E assim ele viu a minha mãe e aí começou o namoro e por isso eu estou sentada nessa cadeira aqui, né? Porque é muito engraçado também porque eu nasci nove meses depois do casamento deles, que foi no dia nove de janeiro

Gente, eu gostaria de ter essa organização né <laughs> eu não sei então. Eu cresci muito feliz, muito feliz mesmo, no Jardim Imenso, numa casa muito gostosa, nessa Vila Velha. E tinha amigos maravilhosos, todos só brasileiros né. E fui para o colégio americano, mas que era, em realidade, brasileiro, mas era foi fundado pela Embaixada Americana, eu acho. E aí, quando veio essa guerra, eu era era pequena. Eu tive que ir para um colégio ãh tive que sair desse colégio. Estava ainda nos primeiros anos. Fui para um colégio de freira. Ah, será que eu conto isso? Eu era, como eu digo, protestante, luterana, né? Neta de pastores até e tal. E quando eu cheguei lá, tipicamente católico, as freiras disseram o quê? Você é protestante, minha filha. Você não vai para o céu. É, essa era a educação católica. Mas minha mãe, minha mãe é católica.

Aí eu disse, escuta aqui, eu vou para o céu. Aí eu cheguei em casa, eu sempre fui uma grande durminhoca, eu disse, meu pai, sabe de uma coisa? Eu não vou para o céu, a não ser que eu seja freira, eu vou ser freira. Aí ele disse, ele era protestante, ele disse, minha filha, ótima profissão, porque finalmente você vai acordar cedo <laughs> para ir pra missa. Até hoje eu sei cantar missa em latim,

E assim, né, por diante. Então lá ia eu todo domingo às cinco e meia da manhã, eu acordava para ir à missa. E tal e meu avô, meu meu pai, me endossou totalmente né nessa história. Ele era muito sábio, eu acho ele era. Ele era engraçado também. Ele disse coi coisas fantásticas, rápidas, simples, curtas e grossas ele. Quando eu fiz quatroze anos, ele disse, você pode ser freira, mas o que nós somos, não somos nem católicos, nem protestantes, somos sim cristãos. Somos cristãos. Então, você vai seguindo a tradição da Igreja Luterana, você vai fazer a sua primeira comunhão, que lá se chama Confirmação. Existe um pastor lá no interior do Espírito Santo, numa cidadezinha chamada Campinas, e você vai ficar quinze dias lá, conversar com ele. E esse velhinho pastor era um homem muito interessante, porque durante a Primeira Guerra ele lutou contra os bolcheviques. Sabe quem eram os bolcheviques? É, eu também eu não sabia, mas ele me contou que ele não acreditava em nenhum Deus, em nada, mas vendo todos eles lá morrendo e outros sobrevivendo, ele encontrou o seu Deus. Quando saiu da guerra, estudou eh teologia, se formou e foi ser realmente um missionário dentro de uma, enfim, de uma roça, né? Um homem desse que poderia estar em Paris ou em Viena e foi para Campinho. E eu fiquei quinze dias lá com ele. Eu tinha quatorze anos e ele disse, você é uma pessoa que gosta de pensar, de estudar. Você não precisa decorar todo esse catecismo que essas crianças aqui têm que ficar dois anos fazendo catecismo antes de entrar. Nós vamos conversar, que nem os antigos gregos, embaixo de uma árvore, de manhã. Você toma o seu suco, eu tomo o meu vinho, e você me faz perguntas, como você está fazendo agora, e eu vou respondendo o que eu puder. Mas você vai esquecer tudo. Mas uma coisa você jamais vai esquecer. É o que eu vou te dizer agora. Quando você ou teus filhos te perguntarem o que que é certo, o que é errado, eu só posso te dizer uma coisa. Os Dez Mandamentos vão te dizer. Aquilo está tudo lá. Isso já foram Moisés, já foram os judeus, já foram os muçulmanos, já são os cristãos. Seja lá quem for, os Dez Mandamentos nunca foram errados e nunca serão errados. E a outra coisa, ele disse em alemão.

Se você crer, você terá. Se você não crer, você não terá. Isso tem a ver com tudo, não só com Deus. Com você mesmo, com teu pai, com teu amigo, com teu sócio, com teu inimigo. Acredite e você terá. Muito corajoso para um padre, para um pastor, para um para um rabino dizer isso né, porque eles são obrigados a dizer Deus existe. Não, Ele existe se você acreditar nEle, senão Ele não vai existir para você. Eu acredito assim. Enfim, eu fiz essa confirmação lá com aquele monte de camponesesinhos e assim continuou a vida. Não fui ser freira, não. Eu fui ser jornalista e modelo.
Então, antes de chegar... Vai trocar?
Já foi demais? Não vai trocar fita. Eu sei, mas já foi já? Não

A ideia é que seja interessante para os nossos... eh para as outras gerações.

Para nós mesmos também.
Mas às vezes você acha que não é interessante e outros vão achar, né?
Essa história da Fazenda Paraíso, que provavelmente existirá até hoje, não sei, porque depois tivemos que vendê-la eh. Essa fazenda ficava perto de Cachoeiro, da de Itapemirim, numa cidadezinha perto de uma ci de uma aldeia chamada Virgínia. A gente ia a cavalo, levava uma hora e meia de Virgínia até chegar lá.

Nós começamos a conversar, era uma festa, e eu achei interessante porque ela não tinha nem sotaque carioca, nem paulista, disse, você me lembra a minha infância. Ela disse, eu não sei de onde você é, mas eu sou de Vitória Eu digo, mas eu também sou. Mais uma vez, para encurtar uma longa história, ela disse, sabe, eu sou ]de Vitória, minha família também, mas de descendência italiana, imagina que... Eu disse, ah, mas eu não eu sou de descendência alemã e francesa, mas eh vivi anos maravilhosos na minha infância lá e mais tarde numa fazenda paraíso. Ela disse, quê? Fazenda Paraíso ah. E começou assim a chorar. o que é isso? Ela disse, é uma memória fantástica porque meu avô me disse que ele ficou devendo <laughs> uma fortuna a um alemão que recebeu a nossa Fazenda Paraíso, que ele tinha ganho numa noite de pôquer,

Não, não é possível, não é?

Pena.

Ai, ai, ai. Italiano, não é? que lá havia um tesouro escondido, <laughs> ainda da época dos escravos.
Não sei. Deve estar lá ainda. Vai lá buscar. <laughs>
Fim da história ok. Passado e presente são uma história só né uhum eh.
Fiquei pensando nessa época. da escola e, às vezes, da fazenda, das brincadeiras, de coisas que você festas. Ah Dessa dessa sua infância eh.
Essa infância é uma lástima que eu não trouxe eh também documentos sobre isso, porque a minha irmã era Filha de uma grande família bíblica lá de Vila Velha que vinha. Eles vinham de Garanhuns. Ai, meu Deus, de lá vem o Lula. Não é isso que eu queria dizer. Desculpa. Era gente boa, muito boa. E era uma filha bí uma família bíblica, porque tinham seis filhos e. Três filhas, três filhos e.

Ela era desse tamanho, eu era daquele tamanho. Nós tínhamos a mesma idade, temos até hoje, logicamente e. E nós éramos chamados de girafa e jabuti, porque eu era lá em cima, ela era lá embaixo. E nós começamos. a brincar juntas quando tínhamos oito anos sete oito anos. E somos amigas até hoje e eh. Eu tinha um caderno com brincadeiras que nós mesmas inventávamos. Era muito engraçado, porque não precisávamos de televisão, nem mesmo de rádio. Para quê? Rádio só... às seis horas, que era a Hora da Ave Maria, que todo mundo tinha que ouvir, aqueles sinos badalando, mas, de resto, a gente inventava tudo. Inclusive, eu escrevia eh textos para teatros e nós tínhamos uns – essa é uma boa pergunta – um circo em casa, no jardim. Esse circo se chamava Circo Infanto Juvenil, e nós éramos oito amiguinhos, entre os oito e os dezesseis anos, mais ou menos, E nós tínhamos um cachorro que tinha sido de circo e que sabia pular por dentro de um ar de um arco de fogo. E os meus pais, uns amores, mandaram fazer trapézios e tudo isso lá no jardim. E minha mãe fez de centenas de de metros de chita, fez um circo. E lá, duas vezes ao ano, nós apresentávamos as nossas performances. E eu também parecia uma sei lá uma cobra. Eu sempre quis ser aquela bailarina da hum como é que se chama da corda bamba né. Era o meu sonho, realmente, um sonho muito intelectual né. E eu era muito engraçada, porque meu pai meu meu irmão tinha que tocar piano quando vinha à visita e eu tinha que fazer aqueles malabarismos que ninguém me ensinou né. Mas eu acho que até hoje ainda sei fazer alguma coisa. Por exemplo, mas naquela época eu sabia outras, muito melhores, né? e Enfim, então foi uma ótima pergunta porque a minha infância é o que eu desejo aos filhos de vocês. Pelo amor de Deus, gente, voltem a inventar! Voltem a cantar, a desafinar, a brincar com cachorros, a a amestrar cavalos, eu não sei eu acho que a plantar árvores. Tudo isso a gente fazia a. A sentar dentro de um formigueiro, como também me aconteceu e Bom O resto isso não não desejo a ninguém. É, assim era. Enfim, depois eu fui estudar, fomos para o Rio, né? Tivemos que vender tudo, aquela história toda, e lá em Vila Velha, Vitória, acabou tudo. Fomos para o Rio. Com quantos anos? Eu tinha quinze anos.

Onde eu me dei muito bem, mas já não era mais a melhor aluna, como era em Vila Velha, porque eu era muito estudiosa. Mas quando eu cheguei no Rio com quinze anos sabe, eu fui ser garota de Ipanema. E aí, infelizmente, do primeiro lugar eu escorreguei para o décimo primeiro. Eram trinta alunos e eu fiquei assim no meio. Nunca mais me recuperei, mas fui muito mais feliz também nesse sentido, porque tinha uma turma maravilhosa, muito, muito boa, de gente bacana.

Vocês conhecem, é uma atriz de televisão né e. Ela era muito engraçada, porque ela imitava todos os professores, e toda vez que o professor de inglês entrava, ele ficava escondido, e ela estava imitando a ele. E ele e eu fazia o sinal e dizia, o professor está lá, e ela começava aí. Quando ele chegava, ele dizia, Rosemaria, out! <laughs> Bom enfim Depois eu fui para a PUC, fui estudar jornalismo. Lá também tive uma turma maravilhosa.

Outro dia a re a vi de novo, quando ela lançou o seu livro o último livro agora né de memórias enfim. Depois eu fui estudar... Você quer que eu fale ainda?
Eu vou voltar antes vai de você chegar nessa época, porque eh a gente vê que você tem muitas histórias é da época da escola ainda, antes da faculdade. Talvez, eh o que você se lembra ou do primeiro dia de aula da professora, hum como que era a classe? Né e Você diz da escola de criança Pode começar de pequenininho, aí você pode ir contando até olha terminar o colégio.
O primeiro dia de aula foi na Alemanha, porque eu fui acompanhar os meus pais, eu tinha só seis anos, só seis anos, era normal isso, então eles me puseram lá numa escola, e então eu comecei as primeiras letras em alemão.

E, de repente, nós paramos assim. Eu até hoje me sinto mal, porque eu ouvi no rádio a voz, que eu não sabia nem quem era, do Hitler. Isso eu me lembro, foi uma coisa horrível, horrível, horrível. terrível mesmo. Porque, imagina, nós éramos duas criancinhas, né? E eu sei que isso fez muito mal. E meus pais voltaram correndo dessa viagem, com amigos, e nós embarcamos para o Brasil, de volta. Aliás, isso é uma história interessante também. Num navio italiano que saía de Trieste e se chamava Neptúnia. E nós fomos, eh embarcamos nesse navio, E quando... Aliás, antes disso, eu me lembro que, quando nós saímos da cidadezinha, onde minha avó, essa coitada que sobreviveu a esse massacre do meu avô, ela era uma mulher linda, você vê na foto. Ela eu vejo ela ainda de vestido preto, assim, dando adeus a nós, quando nós saímos com o táxi embora né. E meu pai pensou, nunca mais vamos nos ver, talvez. Bom, aí fomos para o navio e era... Ainda, ãh princípio da guerra, e quando nós chegamos em Gibraltar, eu me lembro disso, me lembro, não sei se me lembro, mas existe um filme que minha mãe fez. De repente, o navio foi interceptado por bombas, por por bombas? É, por por tiros de navios ingleses, porque Gibraltar era inglês. Foram entrevistados todos os passageiros, inclusive o meu pai. O navio estava cheio de judeus que fugiam já do nazismo né. E aí o meu pai teve que sair em Gibraltar do navio e só continuaram as mulheres e as crianças. Eu me lembro que foi ah uma das pouquíssimas vezes que eu vi minha mãe chorando porque não sabia se um dia ia reencontrar o meu pai. Depois ele vol ele ficou lá em Gibraltar alguns meses e voltou meses depois, graças a Deus, voltou para o Brasil. Isso foi uma época muito tumultuada para o Brasil. Bom, mas o colégio. Então, colégio, eu me lembro que as primeiras letras foram em alemão, mas quando eu cheguei em Vila Velha, eu queria ir para o colégio, logicamente, então... Aprendi a escrever muito rapidamente. Eu Acho que ninguém me ensinou, não. <laughs> Começou assim. Enquanto eu tinha aquelas letras de de madeira sabe, eu já fazia o meu nome, fazia o teu, fazia o nome do cachorro e tudo. E, quando meu irmão teve essa idade, ele nunca fez um nome. Ele fazia casinhas, fazia trenzinhos, como você né, com certeza <laughs> nunca
Que maravilha, não é? É colégio Eu adorava o colégio né. Queria ser professora. Dá para anotar. Na nossa fazenda, eu ensinei muitas crianças a ler e escrever. Adoro isso. Gosto de de ensinar e gosto de aprender também.

Muito engraçado, não é? Um pas um Um padre, católico, que vem jogar cartas com um amigo protestante. Aí eles ficavam tomando, xingando e jogando cartas. Aí quando eram cinco para meia-noite, meu pai dizia, mais uma vez, mais um trago, mais um um xingamento e jejum, vai embora que você tem que fazer <laughs> a missa amanhã. <laughs> Bom, mas esse padre maravilhoso disse para o meu pai, escuta, tua filha precisa conhecer a renascença, ela precisa ir para Florença. Eu já tinha ido para Heidelberg, para Munique, para Sorbonne, Mas, então, quando eu me formei na PUC, eu passei um semestre em Florença, e foi realmente o que ele disse muito muito válido para mim, porque eu acho que todos nós precisamos de uma renascença.
Eu quero saber das viagens, mas só para tentar fechar um pouco esse ciclo da do colégio para a PUC e a juventude, os namoros, as ah as festas dessa época.
Uma boa pergunta. Aí a coisa foi muito Eu digo o seguinte, eu tive uma infância mágica, apesar de guerras e e esses problemas terríveis, todos não gosto nem da palavra, enfim, desses dilemas né enormes que os meus pais e avós tiveram e nunca, jamais nos envolveram com eles, o mínimo possível. Não que tivéssemos alienados a isso, não, isso não, mas sempre imperou o senso de humor que eu acho que é do Reno, muito típico do Reno. Como o Carioca, aliás, também tinha. Não sei, hoje não tem mais tanto eh. Então, assim também começou a minha juventude de uma maneira maravilhosa. Realmente ótima, porque eu cheguei lá nessa época de quinze, dezesseis anos. Entrei logo numa turma maravilhosa do Arpoador, que era assim o nosso clube. Você realmente não precisava de namorado. Pai e mãe, sim, mas... mas que mesmo te dava a estrutura de uma grande felicidade, que a gente vivia rindo mesmo, era a turma. Chamava-se turma né. Hoje se diz mais... eh a como é Galera. É, a mas era a turma. A turma era uma coisa séria. E a nossa turma era muito bacana porque éramos cariocas, éramos jovens, mas éramos também de todos os países do mundo e era. Na época, o Brasil, o Rio, era a capital, então as grandes firmas ãh mandavam seus seus estagiários e seus diretores então. A gente falava todas as línguas. Nós nos conhecíamos nus né, na praia, sempre só de biquíni.

Não sei se te diz alguma coisa. Ainda existe uma manchete, eu acho, na qual eu estou na capa. Enfim, e ah eu estudei jornalismo, como disse, fui para a Alemanha, depois para a França, acabei lá e.

E ela me disse, mami, você sempre me contou dessa juventude maravilhosa que você teve, principalmente no Rio. Era uma. Eu disse, era uma. E eu acho que a sociedade humana, principalmente a sociedade ocidental, viveu três. Uma em Paris, Viena, todo mundo sabe as valsas ah aquela época, do impressionismo. A outra, os anos vintes, com o Charleston né, depois da Primeira Guerra típica. E a outra foi a minha juventude dos anos cinquenta, sessenta, É um nome fantástico, porque era tudo novo, mas dentro de um romantismo muito saudável, mas muito alegre, muito muito sem vergonha também, mas com vergonha. É, sem vergonha, com vergonha. Aí minha filha, lá naquele trem, vinha, trem, ia, ela disse, e aí você disse que você namorou muito? Eu disse, é, namorei, sim.

E você dizia também que vocês beijavam, se beijavam muito. Ah, eu disse, era uma arte, né? O beijo era uma arte. É, mas você também me disse, ela também tin estava com vinte anos, você me disse que vocês se beijavam e tudo, mas só até a cintura. Eu disse, eu disse isso? Até a cintura? É É, eu acho que é verdade isso, assim, como eu digo, era uma arte. Aí, não é que a minha filha, que tem a sua idade, disse, Só uma coisa, mami, você não me explicou. Você queria dizer da cintura para cima ou <laughs> da cintura para baixo? <laughs> Aí aí, nesse momento, meu marido chegou com as passagens e disse, o que que você tem? <laughs> Você tá desmaiando? Eu disse, ah, meu Deus, eu fiz alguma coisa errada na minha educação <laughs> não mas.
Assim que eu acho que já expliquei tudo, né? Foi nessa época que você conheceu seu marido?
Não, nada disso. Eu já tinha feito a roda ao mundo, já tinha tido um sucesso enorme como manequim. Se dizia manequim, hoje seria modelo e. E modéstia à parte, eu fui top model na época, se dizia mannequin vedette de Jacques Chaim, que era um grande costureiro francês né. Fiquei lá uma temporada, em Paris, E depois eu fiquei, ao todo, sete anos trabalhando como modelo no mundo inteiro no mundo inteiro não mas. Na Suíça, na Áustria, nos Estados Unidos, em Paris, e no Rio e em São Paulo também.

Todos os que existiam aqui, né? Eh E aí eu conheci o meu marido na praia do Arpoador, como tudo que foi bom na minha vida aconteceu na praia do Arpoador. Ele é iogoslavo, ele era um homem lindo, Ele parecia assim o eh o Davi de Michelangelo, quando ele era jovem. Ele não era tão jovem, não né. É Ele é bem mais velho que eu, mas era assim né. Eu me lembro que o mulherio lá eh sabe Arrepios né, quando ele chegava. É eu estava incluída nisso. Agora, quando nós estivemos em Roma, a última vez, nós fomos a San Pietro di Vincoli, aquela igreja famosa, onde está o museu o o Moisés de Michelangelo, o velho, lindo, né? velho

Sim, eu tive uma grande paixão na época de manequim e. Foi a minha grande paixão de de juventude, vamos dizer assim. Era um homem interessante, porque ele era para mim interessante, porque ele era a minha alma gêmea. Ele era. Mas era tudo aquilo que eu não queria e muito menos o que os meus pais queriam, porque ele era casado. e era piloto. E, como isso, ele não sabia fazer outra coisa senão voar. Então, realmente, foi uma coisa... eh Não foi sofrida, não, porque eu faria tudo de novo. Ele me ensinou tanta coisa boa, principalmente aquela coisa que eu diria a arte de amar, sabe? Ele era muito poético, ele era muito romântico, e por isso ninguém mais entendia ele, só eu mesma. Mas depois eu conheci o meu marido, também nunca me arrependi e foram os dois uh únicos homens, minha filha, <laughs> que foram abaixo do meu umbigo. <laughs> Mas eu posso dizer, maravilhoso. Agora, o meu marido é um homem superinteressante, um ótimo filho, único também, que sofreu eh uma odisseia. Eu digo sofreu, não, viveu uma odisseia. Um dia ele poderia estar aqui para contar essa história, porque a história dele é politicamente interessante também. porque fala dos sérvios e dos croatas e dos austro-húngaros e, enfim, dessa gente corajosa, mas menos humorística do que do que a minha, por exemplo né. A minha família riu mais do que a dele, eu acho. Os eslavos também têm isso de... De característica, talvez, eu não gosto de globalizar povos, mas não há dúvida que os eslavos são mais pesados, são mais dados a ao drama do que nós lá do Reno. <laughs> Gostamos mais de rir. É verdade, eu acho né. Mas isso não se muda.
Como manequim foi fantástico. Era a história de como começou, e você me contou lá fora. É que

Inclusive, era presidente do Sindicato de Alta Costura, em Paris. e ele estava querendo abrir uma filial no Rio e procurava modelos que fossem desfilar. E eu fui lá entrevistar os modelos dele e ele acabou me entrevistando e aí ele me convidou a fazer um teste e eu ganhei. Agora, por que eu ganhei? Você quer ouvir também essa história? Claro porque fiz um né. Não nunca menti na minha vida, mas também, às vezes eh, eu devo dizer que eu vamos dizer enfeitei a a verdade assim de um de uma forma.

Ela me contou que ela estava estu que ela estava procurando estudantes que fizessem um desfile histórico, se não me engano, no Jardim de Bóboli, no Palácio Pitti, com aquelas eh roupas de museu e tudo eu. Não me lembro exatamente, mas acho que sim que eu disse que sim, mas sou muito míope, sempre fui. Então, eu estava com um vestido assim, à la Botticelli né, enorme, lindo, E era uma passarela verde num num no no jardim, nos parques lá, com centenas de turistas olhando, e nós tínhamos que andar em cima dessa passarela, ida e volta e tudo. E eu me lembro que eu andei nessa passarela morrendo de medo, Eu tinha feito muita dança rítmica e tudo mais, mas nunca tinha feito modelo, nada disso. E não vi o fim da passarela, que era verde, em cima do do gramado verde. Bom, para para dizer o que aconteceu é que eu despenquei lá de cima e pensei na minha vida. Que burra que eu sou! Nunca mais na vida me meto numa dessas. Mas eu tive que voltar, porque logo vieram os jornalistas e o pessoal. Me ajudou a levantar. Não tinha acontecido nada, porque eu tinha um monte de saias, quer dizer que não me machuquei. Você tem que voltar. Olha, lição da minha vida, minha filha, você tem que ter um um fracasso para ter vitórias. Nunca esqueci, nunca tive que fazer análise, mas muitas vezes contei isso para os meus amigos psicólogos. Eles todos dizem a verdade. Aquilo foi um um divisor de águas para mim, eu. porque eu era, sei lá, eu não era um patinho feio, mas eu era uma menina como outra qualquer, né? Mas quando eu voltei naquela passarela morrendo de vergonha, eu não pude acreditar. Todo mundo em pé começou a aplaudir, e no dia seguinte eu estava no jornal, eu posso te mostrar, eu tenho esse jornal ainda dizendo, no Figaro, aliás, a apareceu isso depois também, estudante bra estudanteça brasiliana, caduta de la passarela, não sei o que lá.

Havia um monte de candidatas e eu andei de uma certa maneira aí. Eles me chamaram e disseram olha você tem um estilo diferente do nosso. Você já desfilou alguma vez e aí. Aí veio o meu né.

Aí disseram, ah, mas é interessante, mas o teu passo é diferente né, porque faziam assim ou faziam assado, não sei. Em todo caso, foi aí que começou a minha carreira. E aí eu fui fazer essa carreira porque eu estava apaixonada por esse por esse aviador, então eu precisava independência e dinheiro para poder viajar pelo mundo. para encontrá-lo. Então, encontrava em qualquer lugar do mundo, até na África também. Enfim, era uma coisa muito romântica. Eu comecei a a trabalhar com moda e até hoje fico muito grata, porque aprendi muito com isso. Aprendi, por exemplo, que você não tem que ter para ser.

e parecer uma rainha. E não se vestir como uma rainha e parecer um saco de Tanto que hoje ainda eu visto os vestidos de trinta anos atrás. Esse aqui também tem essa idade, eu acho. Não, não, esse é novo, desculpa.
Mas é assim, né? Foi de que idade a que idade que você ficou desfilando?
Até que idade? É Começou com quanto... Ah, comecei já quando eu tinha acabado a universidade, com vinte e três anos, ou vinte e quatro vinte. e quatro anos E aí ficou... Sete anos. Sete anos. É Até quando casei. E aí o meu querido marido, aquele Davi Michelangelo, Ah, para quê? Que você vai desfilar, né? Você vai desfilar, mas como? Vai usar roupa dos outros? Eu te dou a roupa aí. Loucura, gente! Por que que eu parei com isso? Não devia! Devia ter continuado dentro da moda e tudo, né? Mas, enfim, ele pensava assim, né? E E aí nasceu nossa filha querida, que é um amor, e que é muito musical. Me lembro que quando eu estava grávida, nós dois, mas principalmente, quando era perguntada você o que que você espera do seu filho né, eu digo que seja menino ou menina, se possível. Essa é a primeira coisa. Que seja saudável, essa é a primeiríssima coisa, que tenha música, que seja musical, porque toda a família minha tem música. Meu irmão, do qual eu não falei, que era um amor, Já compunha aos seis anos. Não sabia nem ler e escrever, mas compunha. Lindo. Era hum uma pessoa muito dotada, um amor um. Um romântico também, que morreu cedo demais.

Fazia anos no mesmo dia que eu. Imagina que ele foi procurar o El Dourado. para procurar o Eldorado, quando tinha doze anos. Fugiu de casa, já no Rio né, com um amigo que já tinha dezesseis anos e. Foi para o colégio e não voltou. E nós ficamos desesperados.

Aí, polícia, tudo, na ninguém encontrava. Aí, soubemos que ele não eles não tinham ido à aula. Ele e esse outro amigo. Foi uma coisa horrível. Eles foram procurar o El Dorado no Amazonas, porque ele tinha lido num livro que existe até hoje, desse tamanho, que o El Dorado eh pode ser encontrado no Amazonas. e eles foram a pé. Primeiro, toca tomaram um trem no rio, foram até Juiz de Fora. Até lá, nossa pesquisa ainda conseguiu encontrá-los. E lá se hospedaram num hotelzinho e se e se inscreveram no hotel como Charles and Company. Os dois eram louros. E aí no dia seguinte eles acharam, o pessoal do hotel achou estranho, dois meninos assim, o que que vocês estão fazendo aqui? E aí meu irmão inventou que eles estavam sendo mandados pelo governo do Rio para procurar crianças perdidas, né? Desconfiaram que né, logicamente, a polícia ia atrás. Aí pintaram o cabelo de preto. É verdade essa história, é incrível. E se em embrenharam na floresta e foram a pé ah. Ele eh roubou uma barraca minha de excursão e um revólver do meu pai e cinquenta dólares, que era muito dinheiro e. E se embrenharam pela pela floresta e chegaram até perto de Belo Horizonte. Com essa revólver ou com essa espingarda, não sei. Durante a noite, eles matavam jaguatiricas né, sabe o que que é? Comiam aquilo, eu sei lá como, mas chegaram mais mortos que vivos. Imagina, ele tinha doze anos, o outro tinha dezesseis. Chegaram numa fazenda e lá ficaram trabalhando como cowboys. Meu irmão montava bem né, tinha aprendido na fazenda. para se recuperarem. E, nesse meio tempo, meu pai, desesperado né, com amigos que ele tinha, de helicópteros, de aviões, foi até Pirapora eh. Na Hora do Brasil vinha... Ãh Quem encontrar dois meninos assim e assim vai receber uma uma recompensa. Eu não sei quantas cartas vieram, quantos telegramas, porque tudo é errado, né? Enfim, para encurtar, eles brigaram antes de voltar de de continuar para... para o Amazonas para procurar o Eldorado. Esses fazendeiros que os hospedaram desconfiaram, porque ouviu no rádio, mas disseram, como é que nós vamos cobrar pela liberdade desses dois e tal? Voltaram a pé pela floresta, chegaram de novo em Juiz de Fora. Lá perderam a coragem de voltar para o Rio. Nós, três meses, não sabíamos se ele estava vivo ou não. Uma loucura, uma loucura. Aí eles se empregaram na casa de uma senhora que vendia bananas na estação. E você sabe que meu irmão tinha que vender cinco cinco mil réis, eu acho que se chamava na época, de bananas para poder comer. Se vendesse cinco mil, ela dava ela dava comida. E ele sempre me contava essa história depois. E aí ela leu na mão dele, ou no café, não sei o que, que tinha alguém morrendo porque estava preocupado com ele. Aí ele pensou nos nossos avós, e aí eles resolveram voltar para o Rio.

se esconderam em cima de um de um caminhão cheio de minério, que voltava para o Rio, e chegaram finalmente no Rio né. Voltaram. Era esse o meu irmão. Era um amor, ele. Mas um um sonhador né também.

Você estava indo na na nas histórias de você, com seu marido e sua filha, e eu fiquei pensando, a gente falou muito pouco das suas viagens. Essa é uma boa pergunta. Para muitos lugares. Ótimo Conta um pouco sobre o que você viu. O que alguns casos Você é uma ótima jornalista. <laughs>
Você sabe onde faltou né olha. Eu sempre adorei viajar e quando eu ganhei muito dinheiro justamente com a moda, eh a primeira viagem que eu fiz sozinha foi para Tailândia, Grécia e Egito. E foi uma viagem lindíssima, muito corajosa da minha parte também né, porque eu tinha... Enfim, era muito jovem e ainda hoje me espanto dessa minha curiosidade de viajar assim sozinha né. E tive uma experiência atrás da outra, muito interessante né. Uma delas foi na Tailândia, que eu ãh conheci uma família que era amiga do do rei, e naquela época ainda era o príncipe, Bumipol, e a sua mulher, a rainha Siriquit. Eu me lembro que eles me levaram para um casamento de um príncipe lá. Fiquei muito impressionada, porque... Os noivos não se quase não se conheciam né e eram ligados com uma guirlanda de flores e tinham que jurar eterna eh fidelidade etcetera. e tal Depois houve a grande festa e, depois, A minha amiga, que tinha me convidado, eu era a única pessoa que não tinha aquele olho puxado, porque eram todos tailandeses né, disseram, agora vai você vai ver uma coisa única, como o noivo ganha a simpatia dos sogros. O que que acontece é que a noiva, a princesinha, tinha o quê, dezessete anos talvez, era levada pelas suas amigas para o... para o recinto aposento nupcial. E o noivo... Aí todos nós ficamos assim em fila e perto da da porta ficaram os pais da noiva e os irmãos da noiva né. E o noivo tinha que ir dando presentes. cada vez maiores né. Primeiro pequenininhos para os irmãos, depois um pouquinho maiores para os para os tios, e depois muito importantes para os pais e para a mãe da noiva, até que finalmente abrissem a porta e ele então sumiu lá para dentro. E no dia seguinte, estava aí eu já não estava, mas me contou essa família, que aí ficavam os pais da noiva esperando que o noivo saísse com o lençol, com uma gotinha de sangue né, essa coisa assim. Experiências, né? Passei lá várias semanas, foi muito bom eh. Depois eu fui para a Índia. Eu, como estava estudando já tinha estudado jornalismo, queria fazer jornalismo, eu queria conhecer a Índia, no que ela tem de mais... ãh essencial, vamos dizer assim, né? Então, eu não queria assim o, eu queria o mesmo. Então, esses amigos tailandeses me recomendaram ir para Calcutá. Vocês já foram lá? O inferno. no mundo era, e provavelmente é ainda, Calcutá. Né A primeira impressão que eu tive, eu vim com o ônibus da Lufthansa, eles me disseram, vá para um hotel indiano, não vá para um hotel americano, tipo o Hilton, porque isso você faz no mundo inteiro. Vá para o melhor hotel, mas vá para o hotel indiano. Quando o ônibus parou, eu vi um hotel lindo, assim o porteiro, com aquele turbante todo fantasiado, né? <laughs> Veio me ajudar, ajudar com a minha mala. E quando eu atravessei aquela rua para entrar no hotel, eu tropecei. E quando eu fui olhar o que que era aquilo, era uma criancinha morrendo, uma um um recém-nascido jogado no asfalto. Quando eu peguei essa criança, esse... Esse valei lá, de turbante, tirou a criança do meu braço e jogou de novo no asfalto.

Por isso estou te contando, essa foi a primeira impressão que eu tive de Calcutá né. Depois outras... Cortou. Fora as coisas que eu esqueci né ai ai. Você falava da Índia. Então Então, eh eh esse foi o foi um impacto, obviamente e. E um segundo impacto foi quando eu me interessei por tudo, obviamente, tudo o que eu que eu poderia encontrar. E um dia eu fui ao bazar eh com uma máquina Logicamente né, porque eu era jornalista, então eu tinha lá a minha rolê Flex, da qual eu tanto me orgulhava, presente também da minha paixão. E eu estava lá andando, gente, aqueles bazares lá, que coisa impressionante, aquela novela que nós estamos vendo aí da Índia não é nada. Andavam, sim, os elefantes, os burros, as mulheres de sari, os homens de de mão dada né hum hum. Mas não eram gays, eram amigos, eles andam de mão dada. Mas, principalmente, homens nus, totalmente nus eu. Eu punha o os óculos, eu tirava os óculos. Será que eu estou vendo direito assim? Então, claro que eu quis fotografar aquilo tudo e, de repente, eu vi que três ou quatro se se juntaram e começaram a correr atrás de mim. E eu comecei a correr e a eles também. E eu pensei, meu Deus, vão tirar a minha máquina, né? E berravam. Aí eu estava... foi um um dos momentos mais perigosos que eu passei na minha vida. E, de repente, uma porta se abriu, um braço me puxou, a porta se fechou, E aí estava um velhinho, de barba, de turbante, assim e dizendo, em ótimo inglês, muito melhor do que o meu, Oxford English, dizendo, ai, graças a Deus você está salva. Eu disse, mas o que é isso? Ele disse, não, é porque nós aqui temos uma... Bom, enfim, era uma loja que vendia saáres lindos, e então aconteceu o seguinte, que ele disse, senta aí, aí ele fez... Aí apareceram dois ou três meninos assim, trouxeram o chá né, o chai no meio assim, e para encurtar mais uma velha história, ele virou o meu guru. Ele me salvou. A gente ouviu aquela turma lá fora, passando para lá e para cá, me procurando, ninguém mais me encontrou. E eu fiquei todo o tempo que eu fiquei depois em Calcutá visitando esse velhinho que começou a me dar muitas e muitas aulas de vida, como aquele pastorzinho lá no interior do Espírito Santo com aquela história de só se você acreditar você vai ter, né? E ele também me contou histórias. Então, ele disse, você precisa ir, entre outras coisas, ir até Agra, era Agra, onde o... agora nem sei, é uma afluente do Ganges, onde as pessoas eh ensi ensineram né ensinaram os seus mortos. Eu fui até lá também e eu fiquei... nunca esqueço, né, porque nós choramos os nossos mortos. E eles... riem, dão graças a Deus, porque esse morto tem a chance de ir, ou se vai para o Nirvana, ou volta numa encarnação melhor e tal. Agora, o que eu não sabia, e até hoje não sei se é verdade ou se me contaram essa história, é que eles jogam, é a pessoa é incinerada, a família fica lá fora, os pais, os ve os filhos, os netos, os bisnetos, os bebês, todos, isso eu vi. mas aí o corpo é incinerado e volta o umbigo. Me contaram isso, mas eu nunca mais li se isso é verdade. Me contaram que o umbigo é a parte do ser humano que não eh que não queima, que é muito úmido e. E esse umbigo é jogado de novo no Ganges ou no no outro rio, que é a vida, o rio é a vida, e ele é que vai voltar de novo próxima criatura né, que pode ser tanto um ser humano como um animal, eu acho. Não sei, não sei. Em todo caso, se isso é verdade, eu não sei, mas eu mamei todas essas essas histórias. Depois eu ainda estive no Egito e voltei depois para Roma. e depois para Paris, e depois, depois.

O que ela estudava na escola, nós fazíamos com ela. Quando ela estudava o gótico, eu estive com ela em Londres, no no sul da Alemanha. Quando ela estudava a Renascença, nós fomos à Florença. Quando ela estudava os egípcios, nós fomos justamente... E principalmente à Grécia, que eu amo toda aquela mitologia grega, e muito mais do que a mitologia, a filosofia. E ela tinha... A partir dos doze anos fizemos isso até aos vinte e um anos. Até aos vinte e dois anos, todos os anos fizemos

Você não vê isso, hein? Mas eu acho que você vai ver um dia. Ela era muito curiosa, muito interessada. Me lembro que lá no Fórum Romano, sabe, né? Ela não quis ir embora. Ela queria ficar lá, ser arqueóloga. Tinha doze anos. Não, vocês podem ir embora. Eu vou ficar aqui, vou morar aqui. <laughs> Queria ser arqueóloga. É, toca muito bem piano, mas é muito parecida com o meu irmão no no temperamento, uma pessoa alegre, sensível, pura, ingênua, uma eterna criança. E o meu marido é um típico homem, né? Ah O que que você quer? É claro que ele é típico, com todos os prós e contras, mas nunca me arrependi também.

Estamos casados há mais de quarenta anos, agora ela disse que isso é uma doença crônica é. Não precisa rir, não, porque hoje é né. Quase não existe mais.

Outro dia fui convidada para um casamento, não podia ir, a noiva quis fazer uma piada, disse, ah, mas não não se preocupe, você veio no próximo. <laughs> Será? Não, né, gente? Acho que não. Acho que nossos netos e bisnetos vão vão inventar de novo, reinventar a a roda, sabe?

Você conta viajou muito, você ficou exercendo a profissão de alguma outra maneira?
Sim, mas ãh sem sem ganhar, vamos dizer assim.

Já no Rio fazia muito, mas agora aqui em São Paulo, agora, já são dezoito anos que nós moramos hum em São Paulo, Eu colaboro sempre eh com eventos eh hum beneficentes. Como é que nós dissemos há pouco?

Filantrópicos, exatamente e. Já em criança, eu gostava de escrever eh de escrever sempre né, mas também de teatro, adoro. Então, de escrever peças, e nós já inventamos muita coisa.

Ano que vem vamos fazer uma sarsuela sabe né espanhola, Eu acho que eu não sou nada especial, mas se alguém me perguntar qual é a ideia maior de uma vida assim, eu acho que é a alegria. Porque a alegria, dar alegria, com certeza, é uma das grandes dádivas que nós podemos ter né. Eu acho que quem não serve para... quem não vive para servir, não serve para viver. E servir é também uma maneira de alegrar os outros. Mas, para isso, você tem que ter alegria própria, porque a tristeza vem sozinha né. Mas a alegria, eu acho que nós temos que... criar, eu acho. Temos, eu acho, não sei. Mas eu venho de uma família alegre e eh, às vezes até nós éramos mal interpretados, eu acho. Eu me lembro de pessoas que têm uma certa inveja disso. Ah, vocês são muito ridículos, sempre rindo. É, verdade. Eu acho uma ótima profissão a de palhaço, por exemplo. Maravilhoso. Pensa, o palhaço é aquele que se se fantasia, se faz feio, se faz impopular para alegrar as crianças ou os adultos que ficaram crianças e ele não tem lá o seu o seu nervo ciático e não tem lá a sua pressão alta também atrás da máscara?

Fiquei para uma pergunta do Rio. Você está em São Paulo. Como que foi essa trajetória? Teve outras cidades no meio? Não

Eu queria tudo, menos ir para São Paulo. Eu estava num barco à vela quando eu tinha assim uns vinte e pouco ano anos vinte e poucos anos, e nós estávamos filosofando a a turma eh. O que que você nunca faria? O que que você diria daquela água que nunca beberei? Aí eu disse... Ah, eu acho que eu faria de tudo. Tudo que me desse alegria o o o ou curiosidade. Duas coisas eu não faria nunca. Eu nunca me apaixonaria por um homem casado e nunca iria morar em São Paulo. É. Bem feito. O meu marido teve uma um contrato superinteressante para ser presidente aqui de uma fábrica de papéis em Caíras, a através de amigos da turma. Inclusive, indiretamente veio através de um amigo essa essa essa conexão através de um amigo da turma e aí. Nós viemos para São Paulo, ficamos muitos anos numa casa muito simpática no Morumbi, E eu aceitei de bom grado por várias razões. Uma delas porque eu queria dar à minha filha aquilo que eu também tive, um jardim, um cachorro. E mais do que eu tive né. Uma piscina eu não tinha, mas ela teve e. E uma infância assim. Claro, eu queria também que o meu marido se realizasse e. E ele re se realizou, porque ele era um homem muito sofrido, como eu já te disse, como Yugoslavo e tudo. Ele se realizou aqui. E, porque o meu pai e minha mãe acharam que era bom ter um uma certa distância entre os sogros né. É melhor você educar seus filhos talvez sem interferência e tudo mais. Enfim, a eu sofri muito no primeiro ano aqui em São Paulo, mas um ano depois eu já não sofri mais porque também eu disse não vou. E encontrei gente fantástica e eu acho que a grande virtude de São Paulo não é a paisagem né, <laughs> não é o mar, não é o pão de açúcar, não é a floresta, não. Cadê, aliás? É a gente né, que existe gente muito bacana. E se você, como eu, tem alma de colecionador, é. Eu coleciono duas coisas. Copos antigos, cristais antigos e e gente, que não precisa ser antiga, pode ser novíssima também. Mas gente com isso aqui dentro né. Eu gosto de de colecionar gente e. E essa história do dos copos, meu marido disse, minha ma minha mulher só tem só tem hobbies assim extravagantes e caros, e imagina, frágil, como é que se pode colecionar copos antigos, uma coisa tão frágil? Aí eu disse, poxa, você tem razão eh, mas esse copo aqui, que é uma taça veneziana, tem hum cento e quinze anos. Você acha que você vai chegar lá?
Ele sofre comigo, não é?
Mas não é lógico? É É lógico, não é não. É tudo relativo, gente. Eu também posso sair dessa cadeira e nunca mais sentar nela é. É ou não é? Pelo menos você vai ter essas loucuras todas que eu contei, né? Quantos anos, então? Você já mora em São Paulo?

Mil novecentos e oitenta Quer dizer que são dezoito.

É Dezoito anos? É

Vinte. oito anos? É mesmo. É Oitenta noventa Dois. Vinte e oito anos. Que loucura. Pois é. Tudo isso é relativo também. Não é E minha filha, então, fez uma eh teve uma linda infância. A única coisa muito triste foi que, poucos anos depois, que nós viemos em oitenta e quatro, a minha querida e alegre família morreu. Eu digo a família, porque os três morreram todos no mesmo ano, em oitenta e três em onze meses. É, morreram um atrás do outro. Minha mãe morreu de tristeza e meu irmãozinho morreu de câncer de pâncreas. E o meu pai, que foi o meu grande amigo, realmente eh morreu, acho eu, porque deram a ele. Foi uma operação da qual ele não... Ele saiu muitíssimo bem, mas ele eh teve uma... transfusão de sangue e logo depois ele nunca mais se recuperou e eu acho que foi AIDS, que na época não se sabia diagnosticar muito bem. Foi, eu acho que sim, porque ele nunca mais se recuperou. Então morreu toda essa família, isso foi muito traumático, claro, não preciso dizer, para mim até hoje não sei como eu superei tudo isso, eu sei sim, graças ao meu cachorro também.

E ela teve que ver uma família tão linda e tão saudável e tão jovem ainda morrer assim, né? É É, mas você não escreve. Você não escreve o que você quer que aconteça, né? É É. E nós tínhamos um cachorro chamado Pamina, que era um um schnauzer gigante e. E quando eu estava assim, naquela tristeza horrível, naquela... Naquela depressão, naquela fossa mesmo, eu deixava o meu marido ir trabalhar e a minha filha ir para o colégio e eu ia para o jardim, lá no Morumbi, e a Pamina ficava ao meu lado. Era um preto. E eu ficava eh acariciando, passando a mão nela. E eu acho que os animais são tão sensíveis e ela deve ter captado toda essa minha energia negativa. Negativa, triste. porque ela morreu depois sem doença, sem nada.

Quer dizer que eu acredito que ela captou aquela morte que ela não quis que eu Que eu morresse, talvez, né? Pode ser que seja exagero, mas foi assim. Mas eu estou viva ainda. Ainda. E acho que isso que nós estamos fazendo hoje, eu te agradeço imensamente, a você também, porque quem sabe vai dizer alguma coisa a alguém, né? Não só para para minha filha.
Tomara, né? Tomara. Acho que eh a gente está quase encerrando. É Queria saber se você tem mais alguma história para contar, que a gente não tenha falado ainda, mas que veio à sua cabeça agora. E, se não tiver, acho que você já fez um pouco isso né, mas <laughs> saber como foi né eh dar essa entrevista, como é passar né pela experiência fazer essas rememorações. Qual? É De agora né.
Ah, como eu cheguei até aqui? Não É isso que você queria Pode falar também.

E, por isso e como eu sou jornalista, obviamente que isso me interessa também né. Faz você uma pergunta.
Não? Não tem nenhuma? Ok.
Bom, eu não sei. Claro que eu tenho histórias que nunca sim acabam, né? Isso Meus amigos já não aguentam mais porque. <laughs> Mas, eh pelo que eu me lembre, eu conto as histórias sempre igual. E quando alguém diz, ah, mas você vive muito no passado, eu também tenho uma opinião sobre isso. É verdade. Mas se você juntar tudo o que eu digo, você vai ver que eu não me queixo. Será que foi um foi uma um lamento que eu fiz? Foi um quechume?

Cantou uma música cujo título eu endosso também. É um hino ao amor. Eu acho que a vida pode ser, sim, um hino ao amor. Ou então, melhor ainda, como o Sheila e o... O Beethoven na nota nona sinfonia, com a sua Ode à Alegria, que hoje é o hino do do... Como é que se diz? Do europeu do do... Não é o mercado... Como é que se diz? Europeu... Como é que é? Não é o Mercado Comum Europeu, não. É É o... A União Europeia. <laughs>
A União Europeia. <laughs> Ah Obrigada.
A União... Epa! Ótimo, colega. A União Europeia, né? É Isso é muito bonito. Isso eu aprendi com aquela minha avó né que cantava. É É lindo é. Alegria. Ode a alegria, você precisa conhecer o o texto. A música, você conhece.

Todos os seres humanos, todos os homens, todas as mulheres viram irmãos onde a tua asa, a da alegria, lhes dá voo alto. Eu acho que é até lindo para encerrar a história de uma vida, até hoje né, pode ser que ainda tenha um capítulo depois disso, Mas essa ode a alegria eu acho que vale para nós todos, né? Hum
Muito, muito lindo. Né e eh Eu te pedi uma coisa. Vou te agradecer primeiro e te pedir depois. Muito, muito obrigada por compartilhar todas essas histórias com a gente. É uma honra ter ouvido. Não E para encerrar, a gente queria que você fizesse de novo uma mini-biografia sua <coughs> com o nome completo, a data e o local de nascimento, sua profissão, E alguma frase, você pode falar do que você é, do que você fez, porque vai introduzir o seu vídeo, ah para introduzir vai ser esse

Isso.

Bom, eu não gosto de começar com essa palavra, eu né. Aprendi, como você também, de jornalismo, você não deve começar com eu. Mas, já que você diz que eu tenho que falar de mim mesma, eu digo.

Até hoje sou assim. Como modelo, que eu fui ser depois em Paris e tal, eu era pierina. Também interessante porque eu nunca quis misturar, mesclar a minha vida particular com a minha vida profissional.